Pode continuar, o que eu estava falando Era sobre o... O rio, quando quando enche A época que o rio enche, vai incendo ah. Aí ele enchia, mês de março Ele enchia, fevereiro pra março, o rio enchia O pessoal, quem tinha terreno na base do rio Plantavam muito Existia nesse tempo Muita gente do São Francisco O meu pai mesmo tinha bastante terreno na margem do São Francisco. Aí plantavam. Plantava mandioca, plantava amendoim, plantava o arroz, plantava batata doce, milho, feijão. Ele enchia, aí já sabia quando vazava. Na vazante dele, ele ia baixando a água, ficava aquela umidade grande de água, o pessoal plantava. Fazia suas roças. naquela vazante do rio. Plantavam de tudo. Um plantava uma coisa, outro outra. Tinha várias pessoas há muito tempo que plantavam cana-de-açúcar na beira do São Francisco. Ou ia, fazia boagem aí direto. Não para fazer o açúcar. Era rapadura. A rapadura tinha que sair. Então a rapadura, que ela que ela sai muito aqui do Nordeste, a rapadura, o pessoal gosta muito. Então plantavam a cana para fazer o o o a a a a rapadura. O mel da cana fazia, o mel fazia a rapadura nessas épocas. Era bem feito. Aí plantavam o arroz, que arroz O consumo de casa. E alguns mandava para a venda também. A mandioca. Aí na base do rio existia o higiene, da boagem de cana. Existia a a casa de farinha, que a gente chama, que era para desmanchar a mandioca em farinha. Existia tudo na beira do rio. E a batata doce, para o consumo de casa. E alguns vendia também, um pouquinho para se já comprar outra, qualquer coisa. Vendia para quem não tinha. Mas nessas épocas vendia muito pouco. Dava mais do que vendia. Pessoal nessas épocas vendia as coisas que tinha de roça. Era... Não era em quantidade e não fazia conta não. Era... Fulano, vai buscar. Vai buscar um feijão, vai buscar milho verde. Vai buscar mandioca, macaxeira, vai buscar amendoim. E eu, na casa dos parentes, uns dos outros, trazia, né? Não era que nem hoje tudo é vendido. Também hoje tudo é comprado, só tem hoje tudo com despesas. Tudo tem que ser com despesas, não tem mais... Assim como a gente mesmo trabalhava por conta própria, aí já tinha... Dava, vendia para quem queria, venderam muito pouco. Aí já era dado mesmo. Eu já dava a você qualquer objeto que você não tinha, já eu não tinha outro, você contribuía com outra coisa. O tem até um dizer, ô fulano, para você não levar, aí chamava de mochila, era de pano, feita de pano, uma sacola, igual as de papel hoje da feira. uma sacolinha de pano. Ó, fulano, para tu não voltar com a mochila seca, eu vou lhe dar isso assim, assim, vou lhe dar um litro de farinha, vou lhe dar a rabadura, vou lhe dar um litro de mel, vou lhe dar um cozinhado, que chamava de cozinhado, vou lhe dar um cozinhado de batata. Era assim. Eu levava uma coisa para outra, para outra, para outra. Tocava a vida. Mel. Na época, assim, o pessoal por aqui tinha leite de gado do Nas épocas de chuva. Tinha gado, então tinha leite. Mas ninguém vendia o litro de leite. Ninguém, ninguém. Não vendia um litro de leite. Falando, tu quer quer leite, vai buscar lá. Leite lá está... O o os cachorros, os, é quem estão comendo. Não tem quem queira. Não vendia leite. Queijo, fazia queijo para o consumo de casa. Mas vender não se vendia. Quem não tinha, não tinha com o que comprar o queijo. Era muito da época, não tinha valor. Mas não tinha com o que. Não tinha. As condições não dava o pessoal por aí mato Não tinha condições de comprar um um queijo, um litro de leite, Não, agora hoje não. Hoje, queijo, se você não tiver, dá. Tem que comprar. O leite, se você não tem, tem que comprar. Tudo é com tudo é pelo dinheiro hoje. Antigamente, não não existia isso, não. De jeito nenhum.
Gustavo, a gente está em a gente está encerrando, que a gente ainda vai tirar umas fotos suas e ir lá conhecer a... A plantação. Mas antes eu queria só que o senhor dissesse o que achou de conversar com a gente. O senhor gostou? Como foi? Dessa conversa aqui que a gente teve. Na entrevista. O senhor gostou da entrevista? Aqui?
É. Se eu gosto?
Se você gostou, se o senhor gostou.
Se eu gostei? É Muito bem. Gostei muito, muito. Muito, muito, muito bem feito. Gostei. Aqui mesmo eu já fui entrevistado umas vezes. Lá em floresta eu já fui também. Já, vários lugares. Mas gosto. É bom para gente. É É muito bom. Gostei mesmo. É
Então está bom, então obrigado.